Ok, antes de começar a falar sobre você mesmo e enfim sobre a sua vida aqui né de Alagoas, São Miguel do Campo até aqui, queria perguntar um pouco dos seus avós primeiro, queria que você contasse um pouco com eles, como eram eles, Se eles estão hoje...
Então, eh eu nasci em Alagoas. Lá ficaram os meus avós. Minha minha avó por parte da minha mãe e meu avô por parte da minha mãe e meu avô por parte do meu pai. Já a minha minha avó paterna, ela morreu e eu não conheci. E eu amava demais a minha avó, né? Daí eu peguei e vim para São Paulo. Daí lá ela acabou falecendo. Eu não vi mais ela.
Como que era esse convívio com eles ali? Ah
Era muito bom, porque eh tudo o que eu fazia assim quando eu era pequeno, a minha avó sempre me defendia. Daí eh minha avó me amava demais. Meu avô também e. E lá a vida lá era muito boa. Gostava demais deles, eles sempre me ajudaram bastante assim na, ajudaram minha mãe a me criar.
Daí eu tenho Você sabe um pouco da história deles assim, de onde eles vieram, bom se vieram de lá mesmo?
A minha bisavó, ela era casada com um senhor de engenho lá, de antigamente e. Daí minha avó ficou sendo filha deles lá e eles herdaram lá umas terrinhas, tudo. Daí depois o o meu bisavô acabou perdendo tudo por causa da bebida e do jogo. Daí restaram muito poucas coisas lá para eles. e já Minha avó paterna já era filha de de índio e. Segundo a história, falam que ela foi catada no mato, entendeu? Assim, que ela era mulher do mato mesmo. Daí deu até... Eu até acho assim meio estranho falar assim, domar né uma pessoa. Mas assim, porque na no mato né, o índio ele não eh teve uma reeducação e tudo. E segundo assim, pelas fotos que eu já vi, minha avó ela ela era muito bonita e. Índia mesmo.
Olha, que legal. E dessas histórias que eles contavam para você hein, desde as lendas, histórias antigas, o que que você lembra?
Eu eu lembro ãh muitas coisas assim eu, ah. Porque lá, assim, eles falavam muito de que lá tinha um compadre, uma comadre, que eram, tipo, os compadres que que saíam, assim, que tinham mantinham um relacionamento e viravam fogo. Daí eu tinha mu morri de medo, né? Porque lá, vira e mexe, assim, não sei se se é raio que acontece, assim, no pé da serra, caía, assim, aquela bola de fogo. Daí eles contavam essa história assim. É muita história boa assim de escutar, né? Falavam muito de fantasma lá, que ela existia. <laughs>
Eles trabalhavam com a terra, assim?

Eh Tinha uma produção? Como como é que era? Eh Eles tinham o... Lá eles trabalham muito, assim, de... quebra-pedra mesmo, né? Tinha uma montanha lá, até até esses dias eu peguei e fui para lá, fiz um... Acabei filmando lá, porque aqui em São Paulo, aqui eu dou aula em Projeto Social e para mostrar a vida, como é dura lá, e chegue aqui e mostrar paras pessoas que têm vida bem pior, muito difícil no Nordeste, aí adentro, aí... Daí, lá ainda existe assim de quebrar pedra lá. Quando eu saí de lá, bem pequeno, tinha uma montanha imensa. Cheguei lá, a montanha já está plana, já de tanto o pessoal quebrar pedra para vender esses paralelepípedos de rua. E também tem a roça, né? Já o o meu avô, ele criava gado esse negócio. E então, ele já tinha uma vida bem estabilizada mesmo assim no. Por ser lá assim mas, ele vivia bem. Até hoje ele vive bem, porque agora ele já está aposentado.
Então, só para eu entender, uma das economias da região ali, é quebrar pedra gado, e uma é quebrar pedra. É. E quem que compra essas quebra pedra?
É, são o pessoal da prefeitura, principalmente para lá mesmo, para fazer, pavimentar ruas eh. É, igual aqui em São Paulo mesmo, tem várias ruas de Paralelepípedo que é, veio muitos vieram de lá mesmo. Só que, tipo assim, aqui o pessoal tem as máquinas, lá é na... na mão mesmo é na. É muito pesado muito nossa. E ainda assim, lá eu perguntei quanto saía cada pedra, assim, é dezoito centavos. Para você furar uma pedra, assim, que é um tamanho de um metro quadrado, assim, você passa o dia todo quebrando para pôr a bomba lá, para estourar, para sair aquela pedra. Depois ele vai e corta, depois ele vai porcionando eh. É muito difícil.
Eh e me fala um pouco desse trabalho você. Você faz uns a uns acordos você faz um você faz um trabalho em ONGs em, é assim eu e foi fazer uma gravação.
Conta um pouco o que que foi isso eh. Eu eh fiz o Cozinheiro Cidadão e lá mesmo eu tive a oportunidade de de dar aula lá com o pessoal lá. a ensinar um pouquinho do que eu aprendi, né? Uhum E E daí, pegando um pouquinho daqui, outro pouquinho de lá, e eu vejo que muitos muitos alunos lá não vão assim pelo pelo curso, né? Muitos vão interessados, num numa bolsa que tinha... Daí, e aqui, tipo trabalhar como cozinheiro, auxiliar de cozinha, em vista do de quebrar pedra, eu estou no céu, sabe assim? Porque aqui é a única coisa que eu fico em pé e me e manuseando panela. Lá não, lá o negócio é é risca-fogo mesmo, você vê o serviço como que é duro, né? E E chega no final do mês, assim, você não você não chega a tirar nem duzentos reais. Você trabalhou das cinco horas da manhã até as seis da tarde, para eh para ganhar bem pouco e. E aqui o pessoal tem tudo na mão e joga fora. Uhum
Então vou voltar um pouquinho, vamos voltar assim para sua infância ali né o. Seus pais chegaram a trabalhar com isso?
Meu pai sim Você trabalhou com isso? Não, eu não.
Aham Meu pai ele ele quebrou muito... Me conta um pouco dessa desse dia-a-dia de vocês, dessa sua infância assim.
O meu pai ele quebrou pedra, Porque lá, as crianças eh dos sete anos lá já vão ajudar os pais na na pedreira ou na roça né. E o meu pai, desde pequeno, ele sempre quebrou pedra e. E com a morte da minha avó, ele quando ela morreu assim, ele ficou de colo né e. E o pai dele sempre bebendo, enchendo a cara. Nunca deu aquele afeto para ele. Desde pequeno ele teve que batalhar para ganhar o pão dele. E daí ele veio. Meu tio veio primeiro para São Paulo, daí em seguida ele veio. Ele veio para cá, devia ter uns vinte e dois anos, quando ele veio para cá. Mas já tinha eu, a minha irmã, minha outra irmã e minha mãe lá, né, que ele deixou lá. Depois ele mandou dinheiro para nós vir para São Paulo.
Olha, só o que que ele conta dessa chegada dele?
Ah, é é bem turbulenta, porque ele chegou aqui, não não tinha ninguém, não tinha parente, nem nem aderente, na nem nada. Ele ficou um tempo... o meu tio já veio para cá, ele conseguiu fazer um pé de meia aqui e trouxe logo o meu pai. E daí meu pai veio para cá eh, segundo ele conta, que passou um tempo assim no relento, tudo daí. Ele eu me lembro que quando nós chegamos aqui, fomos morar na casa do de um tio um tio meu, moramos assim meio que no porão, depois fomos morar numa chácara. E daí meu pai comprou um terreno lá em Francisco Morato, construiu, depois ele vendeu e viemos aqui para o Jaguaré.
Trabalhando na construção civil.
É, daí ele sempre foi pedreiro aqui, já já não quebrava mais pedra, mas sim construía a casa.
Certo. Então me conta um pouco ali ó, você ele saiu, né? Você era bem pequeno, imagina, é bem novo. É
Quando ele saiu de lá eu tinha três anos. Três anos, nem é nem lembro quatro É, eu lembro muito pouco assim, né?
E você veio para cá com? Com cinco anos.

Você lembra um pouco lá de São Miguel ou não?
Lembro, lembro. sim O que que você lembra lá? Conta para gente. Eu lembro de lá da da minha avó, eu lembro que eh... Só Não é muitas eh recordações, né? Mas assim, me recordo que lá sempre no carnaval tem tipo eh uma festa lá que o pessoal colocava máscara, assim, eu morria de medo, o pessoal correndo assim atrás. Eu lembro do dos rios, que eu ia... Minha mãe me dava banho no rio lá todo dia, de eh umas cinco horas da tarde. Esse dia eu fui lá, o rio ainda está lá, mesma coisa. Lembro da minha casinha. Ah, é?
Descreve para gente como é que era essa casinha.
Essa casinha ela era de de barro, né? Daí sempre daí tinha... De trás tinha dois pés de manga, um pé de jaca, onde nós nós brincávamos, minha mãe armava a rede lá para nós. A casa em volta tinha mais de vinte e quatro pés de coqueiro. E ali para mim era um paraíso, porque assim, a na eh eu estava em constante eh com a natureza. Eu saia da minha casa, descia assim, era o rio onde eu tomava banho. Daí, subia mais um pouquinho assim, tinha meio que o pomar. Olhava assim, era era a serra assim, é onde o pessoal quebrava pedra, né? Então, é muito bom lá e. E o clima de lá é ótimo.
Você sempre ficou voltando? Indo e voltando Sempre, todo ano.
Depois assim todo ano que eu vim para cá, daí minha mãe ela sempre ia. Quando ela não ia todo ano, ela ia em dois e dois anos visitar. Daí eu ia também. Depois que eu comecei a trabalhar mesmo, daí todo ano eu vou.
Olha, você conseguiu ver bem a transformação da cidade então. Sim. Esse rio está limpo,
os coqueiros estão lá. Só a casa que derrubaram. <laughs> Estava muito velhinha assim, daí derrubaram ano passado.
Hoje o terreno já pertence a outra outra família? Não é da minha mãe. Sua mãe né
Porque assim, a herança né não foi vendido. Assim, era uma meio que uma fazenda, né?

Daí, quan quando ela morreu, ela repartiu entre os filhos, né? Daí, ficou assim. A a A minha avó eh recebeu uma parte e o meu avô, por parte de pai, que era irmão da minha avó, também recebeu outra, entendeu? Então, minha mãe e meu pai são primos, legítimos. Uhum Daí, o meu pai ainda tem a parte dele e minha mãe tem a parte dela. Daí, está lá, continua a mesma... Ainda tem o cajueiro velho, tem tudo.
Sei lá, os amigos de lá?

Amigos? Só os primos mesmo, né? Porque, assim, era bem só família. Mas, é... Sempre quando eu vou lá, ah uma boa parte já tá aqui. São Paulo veio tentar a vida, parou de quebrar pedra lá. E todo mundo sempre quebrou pedra. Uhum
Então vamos contar um pouco então sobre São Paulo, né? Lembra quando você chegou ou não? Lembro. Conta para a gente como foi.
Me lembro, foi um dia que estava frio, muito frio, quando nós chegamos aqui. Daí você sai de uma terra bem quente, você chega aqui e é bem frio. Foi aquela mudança assim, muito forte. Também deu três dias e nós já queríamos voltar para lá, né? Porque não estava habituado, tudo, o clima, o lugar, a distância do dos familiares, principalmente da minha avó e do meu avô. Isso daí me deu, sabe, muita vontade de voltar. Depois o tempo passou, eu me acostumei aqui.
Você era novo, né? Você foi para a escola? Como é que fo como é que foi esse essa chegada, assim? Dessa chegada... Você era novo, né?
Eu era. Daí Eu tinha cinco anos. Daí eu comecei a estudar dois anos depois que eu cheguei aqui. Daí eu fiz a primeira série lá em Francisco Murata. Era um lugar também muito bom, porque lembrava bem. interior, né? Daí morei lá num numa chácara lá, que era ótimo também, tinha tudo, tinha um riozinho que passava lá nos fundo.

Francisco Morato é, era uma chácara, é uma chácara você morava numa chácara em Francisco Morato. Isso, meu pai foi... Como que era?

Não era tão grande como lá, né, imagino? Isso isso
Não era, mas assim, lembrava bastante, porque eh lá a casa era grande, tinha um rio um riozinho que passava embaixo, tinha uns poços, tinha as árvores lá, que eu gosto demais da da natureza, tinha muita árvore frutífera lá, e era muito bom. Minha infância, assim, até vim para São Paulo... Ah, aqui. Já agora sempre foi bom, né?

O que que vocês faziam ali, meu? Ah
Fala um pouco aí, brincadeiras, ah lá ó lá o que que vocês tinham? Ah, lá nós brincavam, lá... Do quê? Ah, brincava, tipo, de subir em árvores. Que você quando você você nasce assim no interior e tem bastante árvores, você quer só ficar, sabe, fazendo traquinagem. Subia nas árvores, nadava para caramba. Gostava muito de de água, né? E Daí depois comecei a ir para a escola. Daí lá eu fiz bastante amigos.
Você lembra de uma história assim que marcou você, por exemplo, nesse período? Ah eh Me conta uma história assim desse dessa adolescência.
Assim O que que você... Não, eu me lembro. Uma vez eu fui brincar num com um colega meu, e só que tinha que passar um muro bem grande, né? Bem alto, era bem alto mesmo, para mim, passar da casa dele para rua, para mim, ir para casa. Conforme eu estava passando, eu fui passar correndo, eu peguei, escorreguei, E caí e com o peito em cima de um aquela cabeceira de cama e o prego estava para cima. Furei do lado do coração e foi mó fiquei muito tempo internado, ruim, né? E daí foi uma história assim que me marcou bastante.

E eh isso daí não não esquece, né?
Com certeza, né? Francisco Morato é uma região assim que... Como que que era assim? Eh Porque hoje tem uma questão de violência, né? Como que era naquela época?
É, Francisco Morato, desde o começo, sempre foi violento, né? Mas, assim, na na... Quando você é criança, você não... Esse lado da da violência, assim, você não pega, você só vê, assim, vê o pessoal falar. Eh eu tinha muito medo de de polícia, né?

Aí pensava que ali tinha ladrão, quando eu via a polícia e. E lá na nessa chácara lá onde que eu morava assim, eh eu acho assim que eu vi uns três caras mortos assim lá né, que eh tinham que passar pela rua assim. Daí eu via lá. Mas assim para mim era um... Minha mãe sempre escondia, não falava do que que ele morreu né. Passava lá, via o corpo lá. Ela sempre arrumava uma historinha para para não deixar... Isso é isso é interessante né? Assim eh
Porque não porque a gente fica ouvindo essa mídia, né? Falando Não, mas é E a gente nem sabe o que que é, né? Como é que é morar em Francisco Morato? Como foi passar esses anos ali, por exemplo?
Para mim foi muito bom. Foi ótimo, porque assim eh... Não só em Francisco Morato, mas eu creio que em todo lugar. Se você não andar na linha, o trem te pega, entendeu? E lá teve um tempo mesmo assim que, principalmente, assim, quando nós viemos pra cá, lá daí o negócio ficou muito feio mesmo. Que era chacinas, era um monte de coisa. Assim, coisa violenta mesmo. Daí, agora está está bem melhor. Para nós mesmo, quando nós era pequeno assim, escutava muito falar que... Principalmente meu pai comentando com a minha mãe, né? Daí nós escutando que tinham matado não sei quanto, não sei quanto, que eles estavam querendo sair de lá. Mas assim, para nós mesmo era um paraíso, né?
Que... Você acha que isso foi uma fase, assim? Foi uma fase, é. Porque você você, enfim, você viveu os anos oitenta ali, moleque, né? Todo mundo brincava na rua, né? Vocês brincavam na rua tal e daí você foi crescendo em Francisco Morato. Continuou brincando na rua? Como é que vo é não sei como que Eu queria que você me falasse um pouco desse bairro assim. Como é que é Francisco Morato? Ah sim Como que é um dia a dia ali? Eh
Era um um dia a dia típico do interior mesmo assim. Você brincava na rua, tinha os amigos lá, você ia para a escola, reunia a galera. Eh

Deixa eu ver assim eh Tinha as quermeses lá, que também me arrecava bastante. Tem uma igrejinha lá, uma capelinha lá, que ficava bem próximo da da minha casa lá, que que fazia quermeses e tudo. E era muito gostoso, né? Na num
Você viu alguma grande diferença assim de Francisco Morato crescer? Algo que te lembra assim, que te marca? Eh então, por exemplo, poxa ali passava o rio e, de repente, passou a estrada <laughs> Você Você viu essas transformações? Ah sim eu vi
Eu vi, sim. Como o quê, por exemplo assim? Eh Que lá era tudo de... as estradas eram de barro. Daí, quando nós estávamos saindo de lá, já estava asfaltando. Eh a Onde que era a capela, tiraram, fizeram o prédio, o predinho... Onde que era a capela?

Daí tudo ali onde que era aquele aqueles vales assim eh, fizeram o prédio. Daí nós nós pegamos essa transformação.
Você depois mudou para o Jaguaré, né?
Foi.
Como foi? Você ficava indo para o centro? Como é que Por que que vocês vieram para Jaca o Jaguaré, assim?

É porque, assim, o meu pai, ele morava lá, mas trabalhava aqui no Jaguaré, né? Uhum E a condução era bem precária para você vir de lá para cá, os trens, assim, era horrível, né não era igual, é hoje, né? Daí meu pai vendeu lá, juntou um dinheirinho e comprou uma casinha aqui.
Você lembra disso? Ah Lembra de chegar?
Como foi a ah daí mudança? Foi uma mudança assim, muito radical, né? Porque chegou aqui no Jaguará, não podia ir mais para rua. Chego aqui no Jaguareque aqui eh, o bairro ele era muito violento. Principalmente assim, eu vim direto para a favela, né? Não foi... Daí eu presenciei, assim, dois tiroteios, onde que eu fiquei no meio, lá. Eu já vi pessoas assim... É... Eu já escutei tiroteio, assim, sabe? Barulho de tiro, assim. Você sabe, assim, que matou uma pessoa ali. Só não vê, mas você escuta, né? E daí aquilo ali para mim marcou bastante, né? E a minha infância toda, depois que eu cheguei de Francisco Morata aqui, só foi isso daí. Brincava assim, eu via o o os caras o , tipo, eu os bandidos tramar assim, eles brincavam comigo e tudo, né?

Eu não tinha eh não tinha eu sempre fui inocente, nunca tive aquele negócio, não sabia quem era bom, quem era ruim, entendeu? Assim que eu sei que eu respeitava eles, nunca mexeram comigo. Mas assim, já teve uma vez mesmo que eu tava subindo o escadão e tinha uma gangue embaixo e outra em cima. Os caras sentando tiro ali, um de um lado, outro do outro. A única coisa que eu tive que fazer foi encostar assim debaixo de um de um batente da escada ali e deixar... Aí nesse dia mataram três. Aí isso daí não ficou muito... Daí depois que eu vim de Francisco Morato para cá, só foi só. Você estava com quantos anos nessa época? Ah, tinha oito, nove anos.
Ah, com nove anos você já estava aqui em Jaguaré? É Ah, então toda a sua adolescência foi aqui, assim?

Ah, está certo e. E escola, você ia como é que era?
Ah, daí eu eu comecei a estudar lá em Francisco Murato. Fiz a primeira série lá, uhum a segunda e a terceira e em diante eu fiz aqui no no Jaguaré mesmo. Escola? É <laughs>

Você lembra de como eram as aulas? Ah
Ah, era muito bom. Tinha uma professora lá que eu até hoje, assim, nós temos um uma ligação, conversamos direto, assim, sempre quando eu faço algum alguma formatura, assim, convido Daí nós viramos grandes amigos, né? Ela deu aula para mim na segunda e na quarta série. Daí eu fazia ela chorar assim, ela hum puxava o meu cabelo. Era aquela coisa de... porque eu era muito atentado, né? Porque assim, eu não não era um moleque... calma, que fazia, acontecia também, né? Eu não era... Mas sempre eu sempre eu fui bonzinho, mas eu fui... O que que você lembrou aí? Ah, sim, eu eh eu bagunçava demais na na sala de aula, né? E E eu não deixava a professora dar aula, assim, coisa de de moleque traquina mesmo. Daí a professora, ela gostava muito de mim, daí ela tentava vir vir falar comigo assim, daí eu falava para ela que eu ia melhorar. Daí eu não melhorava daí ela. Teve umas vezes assim que aquele tempo podia puxar no cabelo, né? Colocava de castigo, tudo. Daí daí minha mãe ainda autorizou ela, falou que ela podia me bater. Daí eu apanhava direto na escola.

E eu contava para eh a história dele, que ele não tinha nada, e ele tinha um tamanco, que ele ia para a escola, que era de madeira. E ele usava a folha de caderno hoje, daí a mãe tinha que apagar para usar de novo, que ele não tinha. Daí ele contava muita história de vida para ver se eu melhorava, né? Que eu tinha tudo, assim, as coisas, eh caderno, sapato, mas eh eu não dava valor, porque direto eu estava lá na na sala dele. Daí, depois foi amadurecendo, daí eu consegui.
Fui ficando um aluno mais aplicado é. <laughs>
Até, eu acho, até oitava série, assim, eu era ah aquela fase de, até os catorze, quinze ano, eu era muito bagunceiro mesmo, assim. Só não era, só não fazia maldade, né, assim, mas bagunçar, eh zoar na sala, assim, eu fazia, mas... Tipo, bater nos outros, assim eu não batia não, eu apanhava muito. <laughs>
E o que que mudou, de repente? O que que chamou a atenção para você ficar mais? Eh
Depois eu fui amadurecendo, que você chega a uma certa hora que você tem que trabalhar, já tem que pensar em custo, aí você vai olhar para trás, fala puxa quantas coisas que eu perdi, daí tive que voltar mais para a escola, mais para. Daí depois eu fui eu voltei para a escola, comecei a a me aplicar mais né e deixar a bagunça de lado, porque aí eu já estava bem maduro, já não queria mais saber de de ganguinha, assim de ficar zoando. Agora eu já sabia assim que a escola era para estudar e para aprender né para o futuro.
Você continuava morando no mesmo lugar? No mesmo lugar uhum. Me conta um pouco dessa fase, assim, dos seus quinze, dezessete O que que vocês faziam? O que que Onde vocês saíam? Ó Como que era um dia? Hum
Daí lá na lá onde que que eu moro lá, é só daí agora eu já mudei de casa né, não moro mais na... porque agora eu já comprei minha casa toda, não moro mais com os meus pais eh.

Tinha um forró lá, onde que nós nós ia todos os sábado, e eh sexta e sábado, nós ia para o forró, que não não tinha esse bailinho assim que eh saía da da escola, eh nesse ah o primeiro e o segundo já estudava à noite. Sexta-feira já saía da escola e ia para o forró. É, se divertir. Mas tinha horário para entrar em casa também, né? Então, nós cabulava a terceira e a quarta aula para ir para o forró. Assim na Sexta-feira, o pessoal já nem ia mesmo para escola, né? <laughs> Daí, es estudava as três primeiras, as duas última, saía e. E também lá, assim, eu fiz muito muitos ah muita amizade mesmo, assim. Que pena que a maioria dos meus amigos que eu fiz, assim, hoje não se encontra mais, né? Porque lá tem muito... eles para ganhar dinheiro fácil, né? Daí entra no crime e acaba morrendo cedo ou então vai preso. Perdi muitos amigos assim. Amigos de verdade. Amigos da terceira, quarta série assim que você. Ali eu falo assim que eu cresci com eles, né? Vim de Francisco Morato para cá. Fiz aquelas amizades assim que eh até hoje eu tenho algumas aí que que permaneceram aí, está aí. E outros, assim, muitos se foram.
E você começou a trabalhar logo com... Ah sim Como foi essa procura de trabalho? Como
É... Quando eu fiz... Eu sempre quis trabalhar, de desde molequinho, né? Daí, eu quando eu fiz doze ano, o eu tenho tio que ele tem um um bar. Até hoje ele tem um bar. Daí eu fui ajudar ele. Daí no começo, assim, ele começou a me pagar. Cento e cinquenta reais Dinheirinho bom, né? Daí eu... De lá para cá, assim, eu nunca parei eh de trabalhar. Trabalhei no bar, depois trabalhei numa lanchonete. Na lanchonete eu tinha catorze anos. Quando eu fui trabalhar na lanchonete, estava na oitava série e. E... Depois trabalhei eh numa padaria. E assim foi... Daí ficava... Saía do desse serviço, fazia bico, né? Eu vendia coisa nos farol, tudo. Porque eu queria sempre estar com dinheiro, eu nunca quis ficar sem sem dinheiro e. Daí depois, passou um tempo, eu apareceu esse curso aí para mim fazer de cozinheiro, daí foi onde me deu a minha profissão que eu tenho hoje.
Para eu en Como é que eh você trabalhava na lanchonete e ainda fazia eh vendia no farol alguma coisa? Ah sim ó
Como funcionava isso aí? Ó eu Eu trabalhava na lanchonete de manhã, daí eu saía da, pegava das seis ao meio-dia, que dá uma, às seis eu ia para a escola. Daí depois eh ah eu fiz umas amizades com os meninos que vendiam coisa no farol, daí fui vender com eles também. Daí eu ganhava mais dinheiro no farol do que na lanchonete. <laughs> Você vendia o que no farol? Ah, eu vendia quadrinho evangélico, uns eh uns uns de lata, eu pagava dezesseis centavos e cada um eu vendia por um real né. Aí dava para os Daí tinha o uns molequinhos assim que ficavam lá pedindo, eu falava para eles assim ó, eu falei se você vender, eu te dou vinte centavo. Porque eu tinha que pegar lá na Coisa Azeda, lá era mó peso para mim vim de lá pra cá. Daí eu dava, daí eh muito das vezes assim eu ia vender e o pessoal dava o dinheiro para mim e mandava vender o quadro pra outro. Né então Daí depois veio a prefeitura e não deixou mais eu vender, eu vendia lá no Viliara, lá em Osasco. Como foi assim a prefeitura? Não eh É porque assim não podia vender nada em Farol né, e eu não sabia. Aí eu vi o pessoal lá vendendo, eu também ia para lá. Daí teve duas vezes que a prefeitura levou a minha bolsa lá com os quadros. Daí eu fiquei com medo. Porque eles falam que eh depois eles iam prender, né? Daí eu falei ah não Mas era polícia? Era o guarda municipal? Não, era aquele... Era o fiscal mesmo, que passava lá. Apreendendo? É É, pegava todo mundo, né? E Daí depois eu eu que já estava trabalhando na lanchonete mesmo. Porque eu estava querendo ajuntar um dinheiro para mim comprar um carro, né? Fazia de tudo para mim. Só que daí eu tinha dezesseis anos e eu queria muito. Daí depois, no final, ah juntei um dinheirinho. Banco? É Oi? Banco? Não, em casa mesmo.

Com colchão? Não não, eu tinha um porquinho. <laughs> <laughs> Era desse tamanho. Daí eu juntei um dinheirinho, só que eu não comprei o o carro, comprei um uma casinha onde que eu moro lá. Onde é Deu para juntar assim, depois comecei a trabalhar firme mesmo eh, registrado, daí eu comprei.
Conta um pouco para a gente como foi esse trabalho registrado aí. Ah foi
Ah, foi... Eh Daí eu já tava com ah uns dezoito, dezoito dezenove anos assim, daí eu já estava bem maduro mesmo, daí eu estava eh... fui procurar emprego mesmo, sabe? Não queria mais trabalhar, tipo, na na comunidade lá, porque trabalhava lá, você ganhava um dinheirinho, mas não era registrado, né? Daí ah eu consegui um emprego de auxiliar de cozinha. Daí eu fui trabalhando aí eu estava. Fui registrado tudo num restaurante ali na Lapa. E muito bom, né? Assim Ganhava ganhava bem. Ganhava Para minha idade estava ótimo, que eu não não gastava. Daí, depois, eu comprei a a minha casinha, tudo. Daí, eu quis mesmo.

Eu comecei a fazer. <coughs> Daí, depois, fui trabalhar.

Daí, abri assim minha visão para fazer o inglês, porque eu quero viajar para fora, entendeu? Daí, foi muito bom.
Deixa eu voltar então, quando que você começou a se interessar mesmo por culinária? O que que te fez despertar para isso?
Eu sempre tive vontade assim, desde pequeno assim eh. Eu achava muito bonito o o cozinheiro mesmo assim eh. Quando eu trabalhava na lanchonete, eu via lá a cozinheira lá fazendo as coisas. Aí Eu falava, nossa, que que coisa legal. Sabe, ela está fazendo. Daí só que eu O que ela fazia que oi A feijoada, tipo assim, ela não fazia uma panelinha, ela fazia uma panelona, né? Eh Tudo que ela fazia lá era imenso lá. Nossa, que coisa legal, sabe? Assim, está fazendo, assim, um negocinho, está ali do nada, vira esse prato gostoso, assim, a comida gostosa. Daí, eu estava lá como ajudante, mas ficava servindo, né? Daí, ah entrei lá como ajudante, né? Ajudava a cozinheira, ajudava tudo, fazia ah era minha utilidade. Daí... Passou um tempo, eu não... Fui trabalhar numa padaria. Daí, lá eu era balconista na padaria registrada.

Falei, nossa, que legal, vou fazer. Daí eu fiz assim... Como é que você ficou sabendo desse curso?

Como você ficou sabendo do curso?

E daí ela pegou foi foi para os Estados Unidos, eh que ela representou a oitava meta do milênio lá na ONU. Daí eu eu já tava interessado. Na primeira turma que ela entrou, eu não entrei porque eu tava trabalhando, tudo. Daí depois teve a segunda turma. Eu fui lá, fiz o... Fiz a inscrição, fiz os testes, passei, daí eu pedi as contas. Para mim fazer e. E graças a Deus aí está valendo até hoje.
Como foi esse... ir, chegar lá, você lembra como foi esse dia?
os testes, como foi? Ah Ah, foi assim, eu tava bem bem apreensivo, né? Porque falei, poxa, vou pedir as contas, vou ir para lá. Mas eu falei, eu vou. Daí cheguei lá, fiz a... fiz o primeiro, a inscrição.

Daí, no dia, eu fui lá fazer o teste. O teste, assim, tinha que fazer estrela de barro, dar nó com uma mão só, E aí daí eu peguei e passei, né? Assim, eu falei, eu acho que eu passei. Não sei o que é isso, cara. O que que é isso? Ah, você eh teste... Acho que... Psicóloga mesmo, você passa lá pelas psicólogas, aí ela manda você fazer dar um nó com a mão só, fazer estrela de barro, sabe? Assim, pega uma argila lá e faz uma estrela lá. Daí, assim, nada que não fosse difícil, né? Daí depois, passou cinco dias e saiu o resultado. Daí eu vi lá que eu tinha passado. Daí eu peguei e me dediquei assim, fiz tudo certinho, bonitinho.
Conta um pouco como foi, é um curso longo? É um curso de seis meses. Seis
Meses como é que eh co me conta um pouco como é que é organizado esse... como funciona esse... Daí primeiro hum eu passei lá, você tem aula eh teórica, depois a a aula prática, que é na cozinha mesmo, a cozinha eh pedagógica, bem equipada, tudo. e daí tem aula de panificação, cozinhas regionais, eh confeitaria e depois você vai para estágio, né? Daí eu peguei e fui fiz estágio aqui no Emporio Santa Maria, aqui num num... Eu falo do supermercado, assim, bem fino. Eu fiz estágio aqui no Esporte, aqui no Bobistro. E, assim, sempre teve uma vez, no último dia, aula do... Era... Os professores se reuniram né e nós fizemos almoço para ele. Daí assim que eu estava passando, eu escutei quando o professor que deu aula de planificação para mim, disse, olha, esse moleque aí tem tem tudo para dar certo, ele gosta e ama o que faz né.

Não, é que a gente tem que trocar a fita. Desculpe. <laughs>
Daí o eh o professor falou aquilo ali, daí me motivou mais, né? Falei, pô, que legal eh ele. E ele vê isso. Daí tem uma professora que deu aula de panificação, não, de confeitaria, mas é que ela sempre me deu uma força total.

e ela sempre apostou em mim. Então isso daí sempre dá dá mais força, né? Poxa, tem sempre alguém que está apostando e ah me apoiando me apoiando, né? E Daí minha vida começou a mudar depois que eu conheci esse projeto mesmo. Porque o meu meu ponto de vista, o meu modo de pensar eh, fui abrindo várias vários leques, assim. Não conhecia a cultura, sabe? Assim Cultura de ir no eu de ir no teatro, cultura de de ir numa exposição. Para mim, era só a comunidade, era só a a favela lá onde que eu morava. Depois, não, que eu conheci o projeto, que eu comecei a ir em teatro, depois aí eu fiz eh eu fiz teatro. E aquilo ali foi me dando várias várias eh alternativas assim para mim conhecer São Paulo. E hoje eu conheço muito bem.
Bom eh, retomando aqui, Mudança da fita. Você disse que algumas pessoas acreditaram em você, né? E fizeram, enfim. Me conta um pouco, como é que foi em Maresias? Me conta esse dia. Ah
Ah, nossa, em Maresias eu fui... Foi muito bom assim assim e também é muito uma mudança bem bem brusca mesmo.

Só que eu não estava me dando muito bem com o chefe de cozinha aqui.

Daí ela, eu falei assim, aonde que é? Ela pegou e falou assim, ó, em Maresias. Daí eu peguei e falei, Maresias, né eu nem nem conhecia Maresias. Falei, onde que é isso? É aqui perto? Aí ela Ela falou, não, é lá no litoral norte de São Paulo. Daí ela pegou e falou assim, vamos marcar para almoçar, para nós conversar melhor. Daí eu peguei e falei assim, está bom. Daí eu já ia pedir as contas mesmo no serviço. Conversei com ela, daí ela me falou onde que era tudo, mas nem nem nem imaginava onde que era, né? Daí eu peguei e falei, está bom, eu vou lá. Pedi as contas aqui, isso foi no sábado. Na segunda-feira eu viajei para Marisias. Cheguei lá, um lugar muito lindo, assim, coisa, sabe? Paraíso, lembrei bem de onde eu morava, só que detalhe que eu já estava bem na praia, né? Daí... Eh Isso foi no mês de setembro, Peguei e Falei assim... Comecei a trabalhar lá assim, o pessoal de lá é muito legal, fiz muitas amizades lá, que tenho amizade de lá até hoje, o pessoal lá é muito acolhedor. Meu patrão ele era meio... meu local, mas assim, eu gostei muito dele, ainda gosto dele. Só que daí lá tinha uma coisa que eu não gostei lá, não tinha aonde fazer curso, fazer uma faculdade, nada lá. Quem sabia mais lá era eu, hum que cheguei daqui, que conheci estudei aqui bastante passava para os outros, mas eu estou ainda numa fase assim de conhecer, de estudar. Daí fiquei setembro, outubro, novembro, dezembro. Em fevereiro, eu passo o carnaval, daí morre, sabe? Assim, lá o público lá, vem todo mundo embora para São Paulo e cai bastante o movimento, né? E E daí é muito entediante tudo, você ficar lá sem fazer nada. No no verão mesmo, eu trabalhava de quinta a domingo. Daí, quando o o pessoal veio embora para São Paulo mesmo, que já não tinha mais movimento, daí e fiquei eu falei não vou perder meu tempo aqui. Eu não ganhava mal, mas também assim não não conquistava nada de conhecimento e outra. Assim eh a minha vida é totalmente diferente de lá das pessoas que moram lá. Eles já são habituados àquele clima ali. Trabalha seis meses, fica seis meses parado. Então, ah eles não não têm ambição de conquistar, né? Assim eh Para crescer na vida. E eu já já tenho isso daí, peguei e resolvi vir embora para cá. Daí eu conversei tudo com meu patrão lá e ele me deu uma força para mim vir e conversei com ela, agradeci, falei para ela, expliquei tudo e ela falou, não, que isso, é isso mesmo daí. Mas eu adorei lá.
Você não foi fazer umas prainhas? Começou a conhecer as pessoas, a cultura de lá? Como ah Ah, sim. Começou a correr na
<laughs> Ah, eu fazia ca... Eh Detalhe, assim, quando eu cheguei lá... Tem esse detalhe que aqui, né? <laughs> É... Eu... Lá tem várias cachoeirinhas, né? E a minha casa ficava bem lá no pé da serra, lá em cima, e a água da cachoeira enchia a piscina de casa e descia. E... Daí ah daí lá eu saía com o pessoal, eu ia para balada, ia para o Sirena, ia para o Galeão, ia lá para o para o barzinho que tinha lá, E a cultura deles assim lá é só isso mesmo Assim não tem Você vai lá para São Sebastião, mas o pessoal de Marezias mesmo fica só naquilo né. É tipo na comunidade. Eles não saem da dessa praia e vai para outra.

Eu já ia para Boiçucanga, ia para São Sebastião eh. Adorava estar fazer trilha lá no meio do mato lá com o pessoal. Mas, também assim, eu até hoje tenho muita saudade das amizades que eu fiz lá, porque o pessoal lá são muito sincero, muito acolhedor assim, sabe? Adoro, até hoje assim. Vira e mexe, quando eu tenho uma folguinha, eu estou lá com com a galera lá, que são muito boa.
Você fala essa questão né do conhecimento, da cultura, né? E disse que o curso que você fez na culinária que te deu esse né é essa preocupação. Você lembra essa transição sua? Você começou a ir para onde? Ah saí você começou a
Primeiro fui comecei a conhecer aqui a região da Paulista. Ah, eu morava ali em Maranimal, ia para Osasco, vinha aqui em Pinheiros. Daí depois eu fui conhecer a Paulista, os jardins ali, Oscar Freire. Daí comecei a ver o o jeito da... Eu eu tinha preconceito mesmo com as pessoas, não eram as pessoas que tinham preconceito comigo. Poxa, gente rica, que não sei o que, que nada. Depois que você passa a conviver ali com eles, assim, você vê que são pessoas normais, que não te tratam mal. Porque, assim, eu lidava, assim, com muitas pessoas que tinham dinheiro e eles não sabiam. Na minha cara não estava estampado se eu tinha ou se eu não tinha dinheiro, entendeu? Se eu estava ali é porque eu tinha cultura. Tipo, vira e mexe, eu vou tomar café ali na na Oscar Freire, estar conhecendo pessoas novas, pessoas que têm o que passar para mim. E daí eu fui quebrando esse tabu, né? Eh Vira e mexe, eu estou eu vou nos teatros ali da Avenida Paulista, tem vários lugares ali que é de graça ali, vou teatro municipal, assim que, ah poxa, sempre vi aquele prédio lindo, maravilhoso, mas... não sabia nem como entrar lá dentro, pensava que era muito caro para ir lá, que nada, é bem acessível, você é muito bem tratado, pessoas assim eh com cultura para te passar e.

E o quanto que isso re tem um reflexo assim na sua ação na culinária? Como que você vê isso assim assado? Essas influências vão para a sua comida depois? Como funciona? Ah
Ah, vão sim né, porque eu não fico naquilo. Passei a ter várias amizades com com chefes nomeados, chefes assim que tem ah velhos de cozinha, eh que eu quando tem uma eh alguma dúvida, tenho com quem perguntar, tem sabe assim, ah poxa eu quero quero renovar isso daqui, lá onde que eu trabalho está precisando disso. Ah não, olha, é isso, isso e isso, sabe? E daí influi bastante no no conhecimento, no nos contatos com as pessoas. E também eh você passa a ter a comer melhor, tipo assim, você vai ali, cai ali para região dos jardins ali, você não é que, ah poxa, é caro, realmente é caro, Uma vez ou outra assim, você tem uma... você pode comer lá assim, sabe? Logicamente você não vai eh se esbaldar, mas você vai ver diferente aqueles pratos. E aquilo ali você traz, né? Para você mesmo algumas coisas.
Isso é uma coisa que é interessante assim para nós né, público leigo assim. Como é que é esse mundo da culinária né? Porque vocês acobam a acabam olhando para a comida de outro jeito né. <laughs> Com outro né como é que é esse meio da culinária? Quais são os desafios assim eh da profissão de vocês?
O desafio é estar sempre inovando. Aquele aquele arroz, todo dia aquele arroz, não, aquele arroz é para você fazer N arroz com aquele arroz branquinho, entendeu? E você tem que ter criatividade, você passa, quando você cozinha, por amor mesmo assim, sai tudo mais gostoso, eh melhor ainda quando o pessoal vem e elogia o que você está fazendo. Olha, está uma delícia, está muito bom. Aquilo ali, sabe? Você vai procurando buscar eh criação nova, você vai, olha aqui, olha ali, tira um pouquinho daqui, outro pouquinho dali, você faz um negócio assim, que é sua cara, que é muito bom. Tipo assim, e tudo sai do nada, né? Você não não tem... Eu não tinha nenhum conhecimento, assim, e já já ganhei alguns títulos já na cozinha.
Ah, é? É Por exemplo?
O melhor pão de queijo de São Paulo.

Foi foi meu, assim, é e, sabe, saiu do nada.
Como foi o sair do nada? Você deve ter feito... Como foi esse Assim Não, eu... Conta esse dia, como é que foi esse dia.
É, foi um pessoal da da Veja lá na onde eu trabalhava e ele pediu o o pão de queijo, né? E daí eu aprendi a fazer o pão de queijo no curso e eu daí eu fiz uma mudança nele. Daí o o cara foi lá, gostou e tem o melhor pão de queijo em São Paulo que

Daí o cara comeu e falou assim, nossa, é muito bom isso daqui. Daí ele fez um uma pesquisa lá e eh ele pegou e falou comigo, pediu para mim fazer uns pães de queijo, levou para fazer degustação e saiu. Tem lá o melhor pão de queijo de São Paulo, tem o meu nome.
Mas conta para gente como foi esse dia. Você foi lá, você sabia que eles iam
Nesse não, eu
Você começou a preparar, o que que você fez naquele dia ali? Conta para a gente.
Ah, daí eu estava bem ansioso, né?

Daí, eh peguei e fui com eles, eh fiz a massa, tudo, fui com eles para degustação, daí não só tinha o meu, tinha de várias outras pessoas eh que faziam, assim, tinha... tem receita assim de mais de duzentos anos lá, o pessoal explicando a receita e daí saiu, né? Muito gostoso e é simples de fazer assim o negócio é só ter um pouquinho de dedicação tudo e algumas técnicas também, né?
Como é que é a degustação de um eh daí de umas comidas? Vai passando um jú um júri? É Porque tem o tem os Mastiga um pouquinho? <laughs> não Cospe depois? <laughs> Mastiga e come.
Daí funciona. Daí tem o tem tem os júris ali e eles vão degustando os pães de queijo do dos participantes né. Eram em dez participantes.

Só que o meu professor me ligou, já já tinha... já estava em cima, quando eu fui me inscrever já não dava mais tempo. Mas a mulher que ganhou a recei eh o prêmio lá, o pão de queijo dela ficou parecido com o meu, do jeito que eu fazia, entendeu? Mas ah o meu ainda tinha uns detalhes a mais.
Esse foi o seu maior desafio? Qual foi o seu maior desafio na culinária?
O meu maior desafio foi pegar uma cozinha sem conhecer a onde que era e sem conhecer a equipe e no outro dia a cozinha estava abrindo e no outro dia tinha que fazer ela funcionar. Ali foi um desafio muito grande porque eu não conhecia os prato e daí tinha que estudar o cardápio, foi quando eu fui para Marezias. Sabe, estava fazendo ali, não conhecia nada e a cozinha era não estava estruturada, tudo, e quando abre para cento e cinquenta pessoas. <laughs> E trabalhar com uma equipe que não está qualificada, não tem conhecimento de nada, e só eu que sabia, entendeu? Ali foi um desafio muito grande. Mas graças a Deus deu certo, tudo... Quando...
E me conta aquela que foi aquele desastre, assim, aquela que nossa você queimou a torta ali. Qual foi a <laughs> aquele caos é? <laughs>
Já teve vários desastres na cozinha, sim. Teve <laughs> eh Teve o pior desastre que teve, assim foi um evento que teve... que eu peguei lá em Marizias mesmo, num numa pousada e fizemos o a preparação de manhã e como o clima lá é muito muito quente, chegou na hora azedou tudo. ele foi um desastre, porque assim, o pessoal estava esperando lá, a única coisa assim que deu para servir só foi a a a a guarnição, porque o resto estava tudo, tudo ficou ruim, que ah uma boa parte ia ia tomate e estragou muito rápido, eu não tava esperando aquilo, daí teve que entrar o E aí, agora, e agora, sabe? Fazia as coisas em cima da hora, servia o, pegava lá no restaurante as coisas e mandava. E conversei com o com o pessoal, principalmente, e falei para ele que o clima ali, se você não ficar de olho, ele estraga mesmo. E com o dono da pousada. Mas no final deu tudo certo. O pessoal gostaram das da das outras coisas que eu servi, mas assim, não é não foi o cardápio de final de ano, que é aquelas coisas, lentilha, tudo, né? Então teve que <laughs> comer um pouquinho de risoto, esses negócios.
Mas deu tudo certo. Legal. Eh Bom, e e hoje você, como é que está você hoje, assim? Você conseguiu, ãh você tem, você conseguiu comprar sua casa, né? Que você comentou com a gente. Aham

Hoje, graças a Deus assim, estou estou muito bem. Estou lutando aí para mim chegar no meu objetivo que eu quero. Estou estudando inglês e francês, assim, que eu quero viajar, sair para fora, conhecer um pouquinho a culinária aí fora e eh. Começo a faculdade agora, eh no mês de julho já já vou fazer uma faculdade. Eu fazia gastronomia, mas gastronomia que é além de ser muito cara assim, eu já conheço uma boa parte dela, porque eh uma vez eu fui numa faculdade lá na Imbi-Morumbi e conversei com uma chefe de cozinha, que é professora, falou no meu tempo, e ela já é uma senhora, ela falou para mim no meu tempo, não tinha faculdade. Fui formada no Grito e nos livros. Ela falou assim, começa a estudar livros, porque a prática você vai adquirir num restaurante, e é verdade. E os livros vai te dar o conhecimento. E é isso que eu estou fazendo. Se eu quiser pegar um diploma de cozinha, eu vou pegar fora. Assim, já me deram várias dicas, vá já me indicaram várias faculdades, inclusive a Mazela, não é formada aqui no Brasil. Ela é formada na Argentina e ela falou assim que quando ajuntar um dinheirinho que eu quiser ir com ela para lá, que ela vai fazer outro curso lá, nós vamos fazer um curso junto e. E assim, eh sou procurado. por várias pessoas para quando é pra fazer evento, tudo. Então, para mim, o meu lado profissional nessa área de cozinha está bem realizado, está está muito bom. E, assim, agora eu estou estou querendo eh ter novos... ampliar mais os meus conhecimentos, não só ficar na cozinha, né? Tem outras coisas que também gosto de fazer, que é da área social, tudo. Daí eu estou querendo, estou vendo uma faculdade aí legal para mim fazer. Que trabalho social?
Você falou da Cozinheiro Cidadão?
É o Cozinheiro Cidadão. Como é que era isso? Lá eu dava aula de aproveitamento integral dos alimentos para as pessoas que não eram alunas, mas faziam eh eram da comunidade. E daí eles vinham para aprender, tipo, a aproveitar eh sobras de arroz, sobras de de cascas e talos. Daí eu ensinava para o pessoal na nas aulas, era todas as quinta-feira e. E, daí, aquilo ali me chamou muita atenção, né? Porque, assim, o pessoal quer aprender e eu eu que sei um pouquinho, tenho que passar, né? E o que eu sei nos dias de hoje é mexer com cozinha. Mas tem vários outros tipos, assim, que também fui muito ligado em saúde também, né? Só que a medicina em si era muito cara. E também, assim, eu não tenho eu não tinha paciência para estudar tanto, para fazer medicina e. Mas tem outras áreas, assim, eu fazer, tipo, eh assistente social, que também ajuda as pessoas. Porque eu também sou muito solidário, né? Assim, eu gosto de ajudar as pessoas, não importa quem. E está procurando isso tal.
É, estou procurando eh. Bom, já entrando numa fase mais de avaliação, né? Aliás, antes uma curiosidade, né? Porque para mim eu vejo essa culinária assim uma coisa de químico, sabe? É Juntar gosto, parece, né?
Lembra aquele... Gostos, aromas e sabores, né?
Você tem que É, então, parece uma... <laughs> é interessante, né? Da sua maior criação, você acha que foi o pão de queijo?
Ah, e teve outros também assim. Eu falo ah o pão de queijo.
Como é Qual foi aquele sabor que você descobriu, por exemplo? Ah
Ah, eu descobri o o sabor do da pitanga com a jabuticaba para para pôr em cima do do cofi de pato, né? Que fica fica muito gostoso. Fica bem típico brasileiro e meio francês, né? O pato confitado com com molho de jabuticaba e pitanga. muito bom. Muitas pessoas adoraram, né? Uhum
Você falou de querer ter uma experiência afora. Um Um é a França, né? Está fazendo francês. É o. Continua sendo aquela culinária? É o Canadá. É o a
A França não nem tanto, porque a França é... todo mundo sabe, mas o o Canadá é muito bom. Assim, eu vejo... eh tem umas cozinhas boas que pegam a parte da França e do Canadá. Tem a mistura, né? Porque eu gosto muito da da das misturas. Se eu pudesse mesmo, eu ia para a África. Porque a África também tem uma grande variedade de de produtos mesmo. É igual a nossa nossa cozinha brasileira. É infinita de de especiarias. E o Canadá, ele tem a mistura da cozinha canadense e a cozinha francesa, que dali os chefes tiraram fizeram outras misturas, entendeu? Saíram outros sabores, outros aromas.
Bom, meio já finalizando. Tem alguma história que você gostaria de contar para a gente? Que ficou regis que não ficou registrado? Alguma coisa que você lembrou? Que eu te cortei? <laughs>

Não, assim eh... Tudo eu já já falei.
E e... Tudo certo. Eh Como é que você achou o que você achou de dar esse depoimento?

Muito interessante, que eu não eu não conhecia.

E é muito bom. As pessoas que tinha que vir aqui para contar mesmo, né? Porque é gostoso. Você ia até que você recorda o seu passado também, né? Você traz o passado para para o dia de hoje. Você vai viver um pouquinho do seu passado ali. Nem que seja por alguns minutos, mas é muito bom.
Legal eh. Então, acho que é isso.

Foi legal. É legal ver alguém apaixonado né pela pela profissão.